Eu vou pedir para a senhora começar dizendo o seu nome completo. O lugar em que você nasceu e quando você nasceu.

Com meus familiares. A gente tinha Meu pai tinha fazenda na barranca do Rio Brilhante. E e a gente, eu fui criada em fazenda lá. Era muito gostosa a vida lá. Aí depois casei, em cinquenta e dois eu casei. Em Rio Brilhante. Aí eu morei em Campo Grande uns tempos, até os filhos estudarem um pouco. Aí foram casando tudo, cada um tomando seu rumo, e eu também vim para Porto Velho.
Deixa eu perguntar, a senhora conheceu seus avós?
Só minha avó.
Conheceu a sua avó?
É, materna.
E que lembrança você tem da sua avó materna?
Minha avó materna era uma pessoa maravilhosa e a. Ela era paranaense, a minha avó. E eu tenho uma lembrança muito agradável dela. Ela era uma pessoa muito dócil, muito boa. E sempre me lembro dela com muita saudade. Agora, da da parte do meu pai, não conheci ninguém. Eram argentinos, a família do meu pai. Mas eu não conheci. Só meus tios alguns, mas não tenho lembrança nenhuma deles.
A senhora falou da sua avó, deu até uma saudade agora e Dá. Você comia com ela, você ia na casa dela, visitava. O que é que vocês faziam juntas?
Fazíamos junto a comida, ajudando ela a fazer a comida. Ela tinha umas comidinhas muito gostosas. Era muito bom. A vida naquele tempo, aonde a gente comia as comidas naturais, era muito gostosa. A gente tinha mais saúde. Meu pai matava uma vaca por mês na fazenda, para a despesa da fazenda, porque a gente não tinha esse negócio de vai ali no açougue e traz, né? Fazenda sabe como que é. Aí todo mês a gente matava uma vaca para a despesa da fazenda. E não contando carneiro, porco, cabrito, porco que a gente comia muito e galinha que tinha demais, nunca a gente não vendia nada, né? Tudo era natural. O arroz era socado no pilão. Do jeito que chegava da máquina, a gente socava no pilão para comer. E era muito saudável. Todas as coisas eram muito saudáveis. As verduras eram plantadas no no quintal e não tinha agrotóxicos, não tinha nada era. A gente colhia dali tudo natural. Então, era muito bom. Me lembro que para matar uma vaca em casa, Se a vaca escapasse e corresse, meu pai não deixava matar. Mandava recolher aquela e pegar outra, porque tinha que matar uma vaca que não estivesse ofegante, cansada, porque geralmente a carne estraga. Se a vaca tiver derramado adrenalina na carne, aí quando charqueia a carne es estraga. Então a carne da vaca era muito natural. Tinha que a vaca posar na na mangueira e ser matada no outro dia, no dia clarear, aí que matava para a despesa. Hoje eu vejo judiação nos açougues. com os animais que vão matar. E eu me lembro como eu fui criada. Como era diferente o jeito da alimentação da gente, as carnes que comíamos. Não comíamos carne de caça na casa do meu pai. Não tinha esse negócio, não Ele tinha cachorro caçador e caçava muito só para tratar dos animais, dos cachorros. Mas não era para nossa despesa. Não criamos comendo carne de caça. E todas as coisas lá eram naturais. Isso eu me lembro bem. Depois mudamos para a Vila Brilhante para estudar. Morávamos com a vovó. Aí estudei, depois casei. E aí a minha história termina aqui no Jaci, Paraná.
Deixa eu falar uma coisa. A senhora falou agora de alimentação e falou do seu pai. O seu pai tinha hábitos, então, bem cuidadosos.
Muito cuidadoso com a comida que a gente comia. A carne, principalmente, eu vejo gente que mata a vaca enfesada aí para depois matar judia do animal. Então, em casa, não tinha isso. A vaca que ia matar tinha que pousar no mangueiro, fechada. Aí, no outro dia, matava para ela não estar enfesada. E me lembro que, às vezes, ia buscar gado assim e vaca amuava ou que se quebrava lá e o pessoal matava aquela vaca e aproveitava. E meu pai ficava bravo e falava, eu não como dessa carne porque a vaca está enfezada, essa adrenalina vem para a gente. Era com todo cuidado a carne que a gente comia. Eu hoje eu não como carne. Tá
Gravando Quer fazer uma pausa? Hã
Ah, não. Hoje eu não como carne. De espécie nenhuma, nem de frango, nem de peixe, nem de nada.
É por causa da sua saúde?
É por causa da minha saúde. Não gosto da de carne mais. Não como e acho que não tem nenhuma vantagem para mim a carne.
Desculpe. Pode falar. É que eu fiquei curioso. O seu Você falou agora que o seu pai era da Argentina. Queria que você me contasse um pouco mais do seu pai. Você falou dessas coisas da carne, como outras lembranças que você tem do seu pai, como era o seu pai em casa. De que região da Argentina ele é? Ele era de onde?
O meu pai, eu não sei. Ele veio com cinco anos da Argentina para o Rio Grande.

no Rio Grande do Sul. De lá que ele já veio rapaz para Mato Grosso do Sul.
A senhora sabe por que ele veio para o Brasil?
Porque a família imigrou toda, a família dele toda veio para Mato Grosso. Comprar terras lá, aquele tempo tinha muitas terras assim, né? E comprar fazendas muito grandes. Pantanal, meus tios foram mais velhos, foram para o Pantanal. E meu pai comprou essa fazenda na Barranca do Rio Brilhante, lá onde eu nasci e me criei. Era um lugar muito gostoso. É um rio de água muito limpinha, o Rio Brilhante. Lembro com muita saudade dele. Tinha uma balsa que a gente passava o povo para lá e para cá antes de fazer a ponte de Rio Brilhante. Tem até hoje lá. Vez em quando eu visito lá e eu tenho muita saudade.
E a casa, como é que era essa casa?
A casa era uma casa de de assoalho alto. Casa de madeira, feita de cedro, de madeira de cedro, toda serrada na mão. Uns serrotões que faziam assim, serravam um lá em cima da tora, o outro embaixo. Assim foi tirada as tábuas da nossa casa. E foi feita de de telha, telha francesa com assoalho, toda feita no assoalho e e as paredes todas de tábuas. Muito bem feita.
Eu vou só fazer uma pausa.

Muita saudade Da casa do Rio Brilhante. Rio Brilhante É A minha família toda é de Rio Brilhante. Ainda moram lá até hoje. De vez em quando eu vou lá passear, ver eles lá. Mas é muito agradável. Lá eu gosto muito de Rio Brilhante.
E quem não conhece a cidade, como é que era a cidade nessa quando a senhora vivia lá? Quando
Em quarenta e e sete, quando eu estudava, a cidade era muito pequena. Aí depois veio muita gente do do Sul e hoje é um patrimônio muito bom. O Rio Brilhante é uma cidade muito bonita, muito boa. Mas no começo foi muito... Foi uma cidade, assim, muito... Pouco movimento, poucas pessoas. No tempo que eu estudava, era pouca. Hoje é uma cidade mesmo boa. Também de lá para cá, a quantia de anos, né? Que se passaram. Mas hoje é uma cidade muito boa, pacata, gostosa.

É, porque meu pai morava na fazenda, eh eles moravam na fazenda e a gente foi morar na ci no patrimônio, na cidade de Rio Brilhante, com com a minha avó para estudar.
Tá certo. Me fala um pouquinho da sua mãe, agora que a gente ainda não falou da sua mãe. O que é que você que lembranças você
A minha mãe, eu tenho lembranças muito boas dela, ela foi uma batalhadora, ela separou do meu pai, assim, nós éramos pequenos. Quinze anos de casamento, ela separou do meu pai, criou nós sozinha, batalhando muito, trabalhava muito, era uma mulher muito trabalhadora. Mas, infelizmente, já é morta ela. Também podia, eu já estou com setenta e cinco anos, ela já está descansando no pó.
Ele ela cuidava de vocês, você tem irmãos então?
Tenho cinco, nós ficamos com cinco irmãos. Cinco irmãos a mamãe criou. Muita dificuldade para criar, nossos tios, tios da parte da minha mãe que ajudou a gente que. A família rica era do lado do meu pai, mas eles não deram apoio para a gente. E a gente foi criado um pouco sacrificado mas. Mas deu tudo certo.
Com que idade que os os seus pais se
Eu estava com treze anos quando eles se separaram. Mas Dos outros eu era mais velha.
Eh A infância ainda vocês chegaram a passar juntos É na fazenda? É
Desde novinha até os treze, quatorze anos quando ele vendeu a fazenda porque já era muito gado, ele tinha muito gado e a fazenda estava pequena e aí ele vendeu para comprar uma maior e foi a época da separação dele da mamãe. A gente não chegou a ir para outra fazenda.

Não, quando os peão dormia, meio dia, nós pegávamos os cavalos que sempre ficava arriado, e ia correr carreira. Corríamos, apostava carreira. Corríamos muito, tinha uma lagoa assim que secava no tempo da seca. Ela secava, ficava só uma rodinha de água. Nós corríamos carreira lá naquela... Até os cavalos ficavam banhados e traziam, colocavam lá os peões e iam para pegar os cavalos. Tinha uma... A ce meio dia a gente dor, o pessoal dormia, né? Nessa hora eu corria carreira nos cavalos. E era boa de campo, pegava cavalo assim, só passava uma cordinha no pescoço e corria carreira por toda parte. Era assim a minha vida. Fui criada também mui trabalhando bastante, porque serviço de fazenda tem serviço demais, né? Eu era mais velha, então trabalhava bastante, mas também tinha tempo para fazer arte.
Que outras artes, além de montar no
Muitas vezes caí de cavalo, caí de árvore muito alta. Caía que chegava a ficar lá embaixo sem fôlego. Mas nunca deixei de fazer as artes. Sempre eu estava correndo carreira e aprontando. Cavalo me derrubava que eu virava lá e de repente eu já estava a cavalo outra vez. E isso foi bom para mim.
E seus irmãos, como é que
Meus irmãos também foram muito... No tempo do papai, foram muito bem criados. O papai era uma pessoa muito enérgica com os filhos e a gente foi criado assim, muito num regime rígido. Mas assim mesmo, ainda tinha tempo para bagunçar um pouco. <laughs>
E a senhora comentou que tinha muito trabalho de fazenda que vocês faziam. Que que tipo de trabalho vocês faziam? O que você
A gente tinha que tratar de galinha, a gente tinha que debulhar o milho na mão para dar para porco, nós tínhamos capado para engordar eles. Serviço de fazenda é assim, levantava cedo, a gente já estava preparando para ir para o mangueiro tirar leite. De lá, chegava, era correria, faz comida para peão e ajeita tudo, né? E era só eu e mamãe na cozinha. E a vida era muito corrida. Trabalhava muito. Desde pequena trabalhei muito. Eu fui uma mulher trabalhadora. Até hoje eu ainda tra dou meus pulos. Já tenho bastante idade, mas ainda trabalho. Eu gosto muito de costurar. Fui costureira. Campo Grande. Eu trabalhei em grandes fábricas. E trabalhei muito tempo em costura de... Assim, para botique. Depois passei a costurar para... Fábrica de jeans. Tinha uma fábrica muito grande, em Campo Grande, a a Desfrute. Eu trabalhei uns dois anos e meio na Desfrute. Aí que eu vim para Rondônia. E aqui eu não trabalho. Tenho nas minhas maquininhas lá, mas não trabalho mais para fora.
E você falou da costura agora e. Qual foi a primeira vez que você você costurou? Foi lá na fazenda
Não, desde criança que eu costurava, porque eu sempre estava mexendo na maquininha que a mamãe tinha, aprendi a costurar ali. Aí depois eu fui aperfeiçoando, fui fazendo cursos. Quando eu cheguei para cá, para Não tinha ninguém aqui costureira, não tinha nenhuma costureira aqui.

Aqui é um lugar que tem muita menina que necessita muito de cursos e aprender a fazer alguma coisa que arruma meninos muito cedo e não sabe fazer uma roupinha para uma criança. E aí eu combinei com a minha filha e, vamos dar um curso de cos corte e costura aqui. Aí nós conseguimos. Conseguimos ali, juntemos as maquininhas, os cacarecos nosso da nossa casa e levamos para lá, para o para um salão, e demos um curso. Então, nós temos uma costureira aqui que faz os uniformes dos colégios tudo, que foi uma aluna minha. É a única costureira que tem, que faz camiseta para todos esses colégios de Jaciparaná. E ela foi minha aluna.
Deixa eu te perguntar, fiquei curioso. Você falou agora, você meio já usava a máquina da sua mãe, como é que era essa máquina da sua mãe que você usava?
Aquelas maquinazinhas de pedal, sabe como é que era antigamente? Não tinha máquina motor. Difícil, em casa da gente, assim, cada casa tinha a sua máquina. Uma era tocadinha aqui assim, outra era de... tocava no pedal, e eu costuro em todas elas. Porque sempre eu estava mexendo com as máquinas. Aí depois eu quis costurar em Campo Grande, quando casou todos os filhos. A Aí eu me senti assim, meio inútil. Aí eu comecei a pensar, gente, estou tão inútil. Era só eu e meu marido, e ele trabalhava no Pantanal, e eu ficava sozinha o mês todo, limpava a casa, não tinha mais o que fazer. Aí eu fui me sentindo inútil, e eu falei um dia com o senhor, senhor, me tira, já chega de de viver, porque eu estou estou in inválida aqui sem fazer nada, e eu tenho tanta energia e estou parada. Aí pedi que o senhor me tirasse. Daí eh eu falei, ou me tira ou me acha alguma coisa para fazer. Aí de manhã, cedinho, eu estava dormindo, uma pessoa bateu na porta e falou para mim, levanta, era uma irmã minha que trabalhava numa fábrica, levanta que tem um serviço aqui para você. Eu levantei, ela estava com duas sacolas desse tamanho assim de... Jalecos de brim para fazer. Aí ela falou assim para mim, olha, estão precisando muito desses jalecos, são mil jalecos e não estão dando conta e eu me lembrei que você poderia fazer esses jalecos um pouco desses jalecos para nós. Só que é para entregar até quinta-feira, era segunda. Falei, tá bom. Ela falou, eu estou apurada que eu vou pegar o ônibus.

Aí ela saiu e eu peguei a máquina. Eu tinha uma maquininha dessas, comunzinha de casa. Aí eu peguei a máquina e costurei, na quinta-feira eu fui lá entregar. Quando eu cheguei, estava eu não pegava serviço nas fábricas porque eu não sabia costurar em máquina industrial. Aí eu cheguei lá, tinha um papel assim escrito, precisa-se de... auxiliar de costura. Eu falei ah isso eu sei fazer Aí eu falei, entreguei os os os jalecos e tudo, recebi, e eu falei, ainda está aberta a vaga? Disse, está. Aí eu falei, eu vou preencher essa vaga aí. Ele disse, então pode começar agora a trabalhar. Aí eu entrei lá, mas eu pensava que Está gravando e eu estou conversando muito, né?
Não é não, mas a gente vai ficar aqui umas... sem sem problema. Aí
Ele foi e falou para mim que estava aberta a vaga. Aí ele falou, se a senhora quiser pode começar agora, era bem cedinho.
Você começou.
Aí eu já fiquei empregada lá, trabalhando. Mas eu pensava que era só cortar linha, pregar botão, e não, eu tive que enfrentar todas as máquinas daquele salão. Eu tive que enfrentar, foi overlock, interlock, porque se tem uma costurinha que não pegou no interlock, eu tenho que passar se. É no overlock, eu tenho que costurar e. E se para pregar botão é tudo na máquina e fazer barra de saia, uma máquina doida que costura com agulha assim, rápida demais e tudo era eu mesmo. E tudo De repente aprendi a trabalhar com todas. Aí trabalhei muito bem, aí um dia eu falei quero sair dessa desse serviço, quero que me ponha como costureira, que eu já estou tendo tempo para mim fazer roupa aqui e estou aqui como auxiliar. Ganhava só um salário. Aí a a dona da era uma turca e ela não quis me pagar um salário. E meio que nem ela pagava para as costureiras, né? Aí eu falei, então eu vou sair. Aí a abri uma fábrica lá em Campo Grande. Muito grande a fábrica de jeans. Eu fui lá e me inscrevi. Já fui a primeira que cha fui chamada <laughs> e a primeira que entrei costurando lá. Aí trabalhei com jeans três anos lá. De lá eu vim para Rondônia.
Eu vou voltar porque agora eu quero falar um pouquinho de escola. Aí a senhora, então, foi para a casa da sua avó porque você precisava estudar. E como era essa casa da sua avó que? O que é que mudou de sair da fazenda e ir para para
Tudo, né? Tudo na casa da vovó. Era uma casinha bem humildezinha. E a minha avó foi família muito pobre. E a casinha era humilde, não tínhamos criação em roda para a gente ver, nada. Só estudar, ali era só estudar mesmo e passar o dia junto com ela. E aí a gente só vinha nas férias para casa. Foi muito bom aquele tempo que passamos junto com ela, mas não era a fazenda. Lá era muito melhor. Aí eu vim para a fazenda, em seguida meu pai vendeu. Quando eu estava com treze anos, ele vendeu a fazenda para comprar uma maior. Aí nesse meio de tempo ficamos sem o papai.
E a escola, como foi a primeira vez que você foi na escola ou como o que é que você lembra da escola?
Na primeira vez que eu fui na escola, eu já tinha uma professora na fazenda que já tinha me al alfabetizado. Eu e meu irmão mais velho. Mais velho aí nós fomos para a escola já bem adiantadinhos. Já chegamos lá, não foi aquela coisa de chegar lá e não saber nada né. A gente já chegou sabendo um pouquinho. E foi bom. Em seguida, a gente lá naquele tempo não era que nem agora, que cada ano faz um ano né. A gente entrou na primeira série e quando saiu no final do ano, eu já era terceiro ano. Aí, os livros era tudo diferente, as coisas eram todas diferentes, mas também, se você tivesse capacidade, você não ficava lá na primeira série, que nem agora é obrigado a ficar até o final do ano. Naquele tempo, a gente entrava assim, se você tivesse capacidade, você ia para o terceiro, para o segundo, terceiro, até para o quarto ano, né? Aí, os livros eram diferentes, eu estudava língua portuguesa, Né que era o nome da da língua portuguesa que a gente estudava na época. Exame de admissão, que era outro livro já de quinta série. E aí depois eu só podia até aí porque acabei ficando sem papai e e a vida ficou apertada e eu não pude estudar mais. Parei na...

Então, foi muito bom, é é muito bom eu. Os meus filhos, eu tive muitos filhos, mas nunca meu filho foi para escola sem saber ler. Todos já sabiam ler. Eu tinha uma mesa grande na cozinha e, como tinha muito filho, eu tinha que dar as tarefas, né? Então, meus filhos trabalhavam com Duas tomava conta da cozinha, duas na roupa, e era assim. Porque a cuidava de roupa do quintal, deixar tudo limpinho, e outra cuidava de roupa, lavar, passar, consertar e guardar, porque era bastante gente, tinha que pôr tudo certinho. E aí quando era cinco horas que estava na cozinha, tinha que estar com a janta na mesa. Aí já todo mundo já tinha tomado banho, já estava prontinho para jantar. Jantar, tirar a mesa, lavar as louças e já vinha a toalha para pôr a os filhos para fazer as tarefas. Aí vamos ver as tarefas como é que está. Não tinha televisão naquele tempo também. Aí põe todos os filhos na mesa para fazer as tarefas. E eu tinha a vez que eu tive sete filhos na escola, todos estudando. E aí, então, eu corrigia muito bem os cadernos dos meus filhos.

Era mesmo.
Que era bem E você leva caderno por
Caderno por caderno, e o pequenininho, se não estava dormindo, estava ali fazendo letrinha também. <laughs> Aí, quando era no outro ano, aquele que ia, já ia conhecendo as letras, já estava começando a juntar as letras. Então, foi uma vida difícil, mas muito bem controlada.
Vamos entrar um pouco nisso agora. Eh então depois que a senhora estudou até a quarta série, que é para a quinta, a senhora voltou para a fazenda e os seus pais... Separaram. É
Aí nós voltamos para a cidade outra vez. Aí voltamos, fomos morar na cidade. E a minha mãe não podia tirar a gente da escola, porque se tirasse, dava lugar para o papai tomar nós. E como ela não podia, não queria entregar nós, nenhum queria ir com o papai, aí ficamos uma porção de tempo ainda na escola. Mas não pudemos fazer mais do que até a quinta série.
E vocês foram morar aonde depois que vocês Rio Brilhante. Depois que seus pais se separaram, Foi vocês em Rio Brilhante?

Moramos em Rio Brilhante. Até eu casar. Eu casei em Rio Brilhante.
Aí sua mãe cuidava de vocês e vocês tiveram que trabalhar daí? O que é que
Só o meu irmão que trabalhava. Eu só trabalhava com costura junto com a minha mãe, porque ela era costureira. Ela lavava roupa para uma porção de famílias e também costurava. E a gente trabalhava na casa, eu ajudando ela na costura.
E vocês foram foram morar de novo na casa com a sua avó? Mas agora
Não, é. Junto com a minha avó, mas na nossa casa. Ah Ah, vocês tinham uma casa. É Eu
Contato com seu pai ficou menor? <coughs>
Muito menor, porque o papai... Nunca mais eu vi o papai. Fiquei com catorze anos, foi a última vez que eu vi o papai. Aí ele fi comprou uma fazenda muito longe, para um lugar chamado Bonito, Guia Lopes, um lugar longe. E aí a gente quase não se via mais, nunca mais se viu. Aí eu casei. Quando eu estava com quarenta e dois anos, eu fui visitar ele. Eu cheguei lá e ele não me conheceu. Aí ele estava bem velhinho já, já era viúvo, tinha casado outra vez, mas tinha ficado viúvo. Aí ele não me conheceu. Aí ele falou... Tem uma senhora aqui que quer ver o senhor, uma mo moça que foi comigo e que diz que é conhecida sua. Aí ele veio me receber. Falou, é, eu sei que eu conheço a senhora, mas não sei de onde. Aí eu falei quem eu era. Eu falei, ele me abraçou chorando, a gente chorou muito. Também foi a última vez que eu vi ele, em seguida ele morreu.
A senhora conseguiu reencontrá-lo É
É, ainda fui ver ele. Mas é isso, a minha vida se resume hoje aqui. Hoje eu sou divorciada. Há quatro anos que eu sou divorciada.
Eu queria que a senhora me falasse antes antes de falar de divórcio. Você então Você foi morar com a sua mãe de novo, você se pa separou. A senhora conheceu o seu marido. A senhora casou quando?
Eu casei em Cinquenta e dois que eu casei Aí meu irmão trabalhava fora, meu irmão mais novo do que eu um pouquinho, trabalhava sempre para ajudar a mamãe e a gente levou a vida controlada. Tinha mais três irmãozinhos pequenos, mas deu tudo certo.
Com dezessete anos a senhora casou, a senhora conheceu o seu marido como?
Desde criança. Desde A família dele era muito amiga da minha família. Eram compadres. Cria criamos quase que junto. Aí depois nunca mais eu vi, porque eu mudei para Rio Brilhante e ele ficou na fazenda para lá, outra fazenda que eles tinham lá perto. E nunca mais nós se vimos. Aí fomos se encontrar já quando ele chegou do quartel que eu vi ele. E aí depois a gente casou. Valeu uns tempos. Com e um anos ele tinha, eu casei com dezessete
Naquela época, como é que era? Vocês se conheceram em algum lugar? Você já já se conheceram de família, mas aí vocês resolveram casar? Como é que foi para até chegar no casamento?
Nós se conhecemos e depois a minha mãe fez um segundo casamento com o irmão dele, que é o mais velho da família. Era solteiro e minha mãe casou com o irmão dele. E aí tudo favoreceu para mim. <laughs> Aí eu casei com o cunhado dela. Aí casei em
E como foi o casamento?
Casamento foi maravilhoso, foi bom. Ele era um homem bom. Sempre foi. Sempre foi uma pessoa boa, honesta, trabalhadora demais. Criamos onze filhos, tivemos eh muitos filhos. Morreu dois. Esses nove a gente criou com muito amor. E muito Ele é um ótimo pai. Mas depois de velho começou a namorar, que não parava mais. <laughs> E com cinquenta e quatro anos de casamento, eu pedi o divórcio. Hoje nós estamos separados.

Em Rio Brilhante. Em Rio Brilhante, vocês continuaram lá. É
É, nós continuamos lá. Só que você saiu da casa da sua mãe para sua... Para a minha casa, é. Aí nós moramos em... em Rio Brilhante mesmo. De lá nós mudamos para Campo Grande. Ele trabalhava com obra. Aí nós fomos, a firma que ele trabalhava mandou ele aqui para Porto Velho. Foi como a gente conheceu em oitenta e cinco. Conhecemos oitenta e quatro, a firma trouxe ele para cá, para Porto Velho. Aí ele trabalhou aqui, depois ele foi lá me buscar, falou o serviço lá é muito grande e a gente não vai terminar tão já. Aí nós mudamos para cá, trouxemos a filharada toda solteira. <laughs> Chegamos aqui, fizeram o favor de casar tudo aqui <laughs> em Rondônia. Aí casou tudo, e ficou só nós. Aí voltamos para lá, e eu não acostumava aqui, porque aí nós tiramos um sítio aqui no Jaci, foi como eu conheci Jaci. A gente passava por essa ponte aqui, era uma estrada de chão ruim. A gente ia para o sítio que ficava aqui no noventa e quatro. Aí, uma estrada muito ruim que era. E a gente passava o dia na aí no sítio. Era um dia para vir, e para voltar, levava o dia inteiro aí. Era longe por causa da estrada muito ruim. De Porto Velho à aqui, era muito difícil para vir. Aí eu sei que a gente passou em Porto Velho, passamos a morar uns tempos em Porto Velho, mas ele ele não acostumava com Porto Velho. Aí eu quero ir embora para Rio Brilhante, para Campo Grande. Aí voltamos para Campo Grande, moramos lá uns tempos, mas só nós dois e os filhos ficaram tudo casados aqui. Aí resolvemos voltar, viemos passear, ver os filhos falaram, ah pai larga mão disso, fica morando longe de nós, vem para cá. Aí a gente veio.

Para ir para ca casada?
Você que saiu casada você casou e saiu da da lá da cidade que a senhora com quantos anos?
Mais ou menos vinte e dois eu saí da cidade. Uns vinte e dois anos eu eu tinha quando saímos da cidade. Aí fomos para um lugar chamado Bocajá. Lá nós tivemos quatro filhos, lá naquele lugar. Aí fomos para Porto Vilma, outro lugar, Mato Grosso do Sul também. Moramos um tempo em em Porto Vilma e depois nós não tínhamos terra.
Me conta um pouquinho de Bo Bocajá. Como é que foi sair? Primeira vez que você saiu da da sua cidade natal foi?
Mas é pertinho ali. É É pertinho. Um um Três, quatro léguas. Não sei quanto que é. Léguas é... Uma légua parece que é seis quilômetros, né? É É pertinho de Rio Brilhante. A gente sempre estava lá e estava na Entendi na casa. o primeiro filho Lá nós fomos trabalhar. Lá eu tive quatro filhos lá. O primeiro Aí nós Nasceu lá. É É, o primeiro nasceu lá. Depois tivemos quatro filhos. O primeiro morreu. Ainda tivemos mais quatro em Bocajá. Aí mudamos para Porto Vilma. Aí lá nós criamos os filhos. Estudaram lá. Tinha um Escola muito boa.

Lá depois que a gente mudou.

Aí já estava começando a casar as filhas. Aí mudamos para Campo Grande. Trouxemos para para Campo Grande, moramos uns tempos em Campo Grande, casou mais duas. E aí mudamos para Porto Velho. Aí em Porto Velho chegou os rapaz aí. Rapaz, ainda veio duas moças. Aí chegaram aqui, se engraçaram dos <laughs> porto-velhenses e casaram todos aí. Aí ficamos só nós dois. Aí voltamos para Voltamos para Campo Grande, moramos lá uns tempos, e agora viemos direto para Jaci.
E o marido da Senhora fazia o Porque vocês tiveram muito que mudar, o marido da Senhora fazia o quê?
Ele mexia com obra. Ele era Ele era mestre de obra. Ele tinha uma firma construtora, sempre estava trabalhando com obra. Muita gente E aí vocês mudavam por causa dessas constru É É. Sempre pegava serviço, assim, de um lugar para o outro, e a gente mudava. Mudamos de Porto Velho, e quando nós íamos para cá, que íamos cuidar de lote, Aí nós íamos cuidar do lote e nós não estávamos mais mexendo com com obra. E ele abandonou, largou de mão. Mas ainda tem filho nesse ramo que trabalha com isso. Tá certo
Deixa eu te perguntar outra coisa, como é que foi o primeiro filho? Ter o primeiro filho, quando a senhora engravidou, como é que foi?
Foi tudo normal, uma gravidez normal, tive o filho normal, só que deu um problema de não sei nem o que é que deu naquela criança e ele faleceu. Ah ele Pneumonia. É parece que deu uma pneumonia e ele faleceu.

Diz que ela fala que ela é a primogênita, mas ela já tinha morrido o mais velho. Mas foi uma vida normal, tudo foi normal comigo. Deu tudo certo, a gente teve uma vida boa.

Ele está com oitenta Ele trabalha o dia todo. Ele é uma pessoa incansável. Sempre está trabalhando. Você chega em casa, ele está sempre trabalhando. E é assim o jeito dele. A gente foi toda a vida uma família trabalhadora. com coisa errada. Deu tudo certo com a gente, com a vida. Podemos falar que fomos uma família legal. <laughs> Nunca tivemos filho envolvido com nada, com coisa errada, nunca deu disso. Apareceu um neto, in inventou de mexer com droga, em seguida morreu também. E só, não temos temos muito neto casado, muito bisneto, Mas está tudo vivendo uma vida boa. Podemos falar que somos família legal. <laughs>
A senhora contou o caso da coisa das tarefas. Eu queria que você me contasse outras coisas como a coisa da tarefa. Como era o cotidiano da casa? Eles tinham as eles tinham as funções dele na casa?
Na casa cada um tinha seu serviço. É Na casa todo mundo tinha seu serviço. Então, chegava da escola, tinha uma lavourazinha, que lá era uma chácara que nós tínhamos.
Em Campo Grande, já.

Lá nós tínhamos uma chácara, tinha um campinho de futebol que eles jogavam bola à tarde e tinha e eu costurava muito nessa época. Eu costurava para um armazém, que naquele tempo não tinha esse negócio de comprar roupa feita. Lá tinha muito peão, então a gente co fazia as roupas em casa. Então eu costurava para um armazém que que vendia roupa para a peãozada de fazenda. E eu trabalhava muito. Então, minhas filhas eram donas da casa. Só que eu era muito enérgica com elas. Tinha que ser tudo bem limpinho, bem bem cuidado. Era muito bem cuidada a minha casa. Para Minhas filhas foram criadas, sempre elas falam. Nós sabemos fazer as coisas porque tivemos uma mãe enérgica. Eu não Meus filhos, se eles fossem pegar uma camisa na... na gaveta. Mãe, meu minha camisa, quem foi a a lavadeira? Foi fulana. Nós éramos muito pobres, mas tudo tinha ordem, as roupas eram tudo lavadinha e passada. E então era muito cuidadinha, se faltasse um botão, tinha que ir atrás da lavadeira, colocar aquele botãozinho, era assim. E foi muito bem, tinha que ser bem organizado, porque era bastante, né? Então umas fazia a comida, outras cuidava do quintal, porque lá nós tinhamos criamos de porco, nós tínhamos engorde de porco, tinha galinha, era uma chacrazinha. E aí lá tinha que cuidar de porco, lá tinha que cuidar de galinha, ovos que a gente comia, era tudo natural que a gente colhia. E frango, tinha chiqueiro onde fechava os frangos para engordar, tudo era para a despesa da casa, era tudo assim, bem tratado, bem cuidado. E tudo aquilo era eles que tinham que dar conta. E o quintal limpo, porque ali tinha batata, ali tinha mandioca, ali tinha cana e tinha o pomar ainda também. Esse dava de ter que erguer os pés.
A alimentação que vocês vocês sempre tinham por perto, né?
Tinha. É Tudo natural. Tinha a horta que meus filhos cuidavam. Então os meninos tinham obrigação de cuidar da horta, do quintal e tudo. E as meninas tinham que dar conta da casa. Era quatro meninas e três meninos. E a a luta era pesada, mas era boa. Aí quando chegava a noite, todo mundo põe seu caderninho aqui para fazer a tarefa, para depois ir dormir. Aí fazer a tarefa, aí vamos fazer oração, aí que vai dormir. Então toda a vida em casa teve um princípio de religioso né em casa. Meus filhos hoje são tudo... tem muitos que não é nada, mas não foi falta de... de ter uma educação, nenhum deita sem ajoelhar e entregar a vida nas mãos do Pai, porque foram criados assim. Isso é muito importante, a gente criar a família da gente com o temor do Senhor. É muito importante. O pai nunca foi aquele pai de bar de andar em bar, nunca foi. Que hoje em dia, os filhos vão para os bares, vão beber, e já aprendeu com o pai. Porque o pai pega da mão do filho, vamos ali, beber o pai vai beber uma ali, chega lá e já compra uma garra uma latinha de Guaraná e põe lá para o filho, vai tomando, aí o pai vai beber esse. Pai, me dá dessa tua? Não, essa aqui é só quando você ficar grande. Então, quando ficar grande, ele já sabe o caminho, né? E aí, os filhos já... O pai ensina eles beber. E ele nunca foi homem de levar filho nenhum para bar, para ir beber, nunca foi. Então, foi uma uma filiarada que não deu trabalho. Hoje chega a noite, estão tudo na cama dormindo. Chegava a noite, minhas filhas nunca me deu trabalho. Tudo Se fosse para uma festa, que lá tinha muita festa, vinha aqueles conjuntos grandes de São Paulo, de todo lugar, para aqueles clubes, para tocar. Mas ninguém era besta de ir numa festa sem nós. Tinha que levar a A mãe tinha que ir lá e o pai para levar elas na festa. Bom, era o tempo da. Naquele tempo era assim, né? Aí lá já tinha uma mesa para nós, onde nós íamos com a família para a para a festa. E assim foi a nossa vida.
Eu quero que você fale das festas, mas a gente vai fazer só uma pausa porque ele vai vai trocar a fita tá.
Não sou uma velha que gosta de ficar sozinha, <laughs> escondida, não. <laughs>

A senhora... Agora a gente está voltando de novo. Você estava falando das festas, que os filhos não se atreviam a ir para uma festa sem vocês. Não Como que eram essas festas? O que é que tinha nessas festas?
As festas eram esses conjuntos grandes que vêm da cidade para tocar a noite toda. Já ganhavam para entrar naqueles clubes e tocar a noite toda, né? Porque os conjuntos vinham de... de São Paulo, vinha do Paraguai, aqueles conjuntos, vinha para tocar, mas a gente já tinha a mesa, já tinha tudo reservado lá.

E aí a gente já sentava lá na mesa, ali tinha de tudo para aquela mesa, quando você saía dali, aí iam na nossa casa com a despesa. E era assim, e era muito bom. Vinha cantores de vez em quando, vinha aqueles cantores de São Paulo. Uma vez veio aquele... O que era o nome daquele cantor, daqueles cantores? Não lembro o nome dele. Aí Aí vinha sempre aqueles cantores de lá da da rádio, vinha em ca lá nos clubes, a gente... Vinha nos nas festas lá com nós. E era muito gostoso.

Todo. Infelizmente é assim.

A Família que deixou marca, onde passou.
Marca limpa, né? É porque quando a marca é suja não... É verdade.
Ninguém... Me fala, como vocês vocês como você estava falando agora, a casa de vocês era grande, sempre estava cheia? Como é que era essa vida em Sempre era Grande Comunidade? Como é que você Como é que se relacionavam com os outros?
Porque hoje... A família hoje... Ah o rela ah o relacionamento da família hoje é muito péssimo. Não, nós não tínhamos esse problema. Nossa família era... Era sempre assim, bem organizado, era um bem... Não tinha briga. E eu me lembro que uma vez um filho meu brigou e.

E tinha também, se um discutisse com o outro, não tinha esse negócio de passar aqui e não falar com aquele já. Você falou com o seu irmão? Porque, olha, o irmão discute. Meu marido falava, o irmão às vezes discute. Mas não tem que ficar de mal um com o outro, porque se acontecer qualquer coisa com o teu irmão, você é o primeiro que pula no meio. Então, irmão é assim, a gente às vezes tem que pôr os pontos no i, mas não é assim, não. E não, nunca teve esse negócio. Tudo Eles são de bem, um com o outro, e a gente quando está reunido é aquela alegria. Não tem ninguém assim, com política, um com o outro. E agora é neto, é tudo.
E nessa casa você recebia os amigos deles, você seus irmãos ainda, você ainda tinha contato?
Tinha, meus irmãos vinham visitar, eu criei um irmão também meu, que casou já, o último que casou foi meu irmão. Depois que todos os filhos casaram, aí que casou meu irmão. E a gente criou ele desde pequeno.
Era mais muito mais novo que a senhora?
Era bem mais novo do que eu, uns doze anos mais novo. E esse criou, eu que criei.

Mamãe deixou ele comigo quando eu casei compa o meu companheirinho, e esse companheirinho ficou a vida inteira. Casou agora, há pouco tempo que ele casou, que ele foi para a casa dele. Está com uns oito ou dez anos que ele casou.
Conta para mim um pouco como é que era isso.
A sua mãe deixou ele para ser seu companheiro, para você... É, porque eu morava em lugar assim, que não era dentro da cidade né, no Bocajá, onde eu morava, não era cidade. Era assim, sítio, né? Então, ele mamãe deixou ele comigo, para meu companheirinho lá, para não ficar sozinha. E esse companheirinho ficou a vida inteira. E se acostumou, se adaptou com a gente, e a gente... É o filho mais velho meu, é aquele.
Como era o nome desse

A gente criou como filho e hoje ele está velho, mas ele ainda é o nosso filho. <laughs> Queremos muito bem ele.
Você tem alguma lembrança especial de... Era diferente criar ele, que era seu irmão? Diferente de criar

Era igual?
Como é que é? Não Não, ele... Toda a vida os filhos respeitam muito ele como tio. E ele não foi uma pessoa, assim, qualquer, não. Ele foi uma pessoa que impunha respeito e fazia respeitar ele. E ele foi uma pessoa muito... Uma peça importante na minha vida.
Quando você diz que ele foi importante, que o que qual foi o episódio mais marcante na sua vida? O que é que ele mais... sempre estava do seu
Ele era aquele companheiro. Ele era aquele companheiro para tudo. Para não ter hora, não ter nada. Toda hora ele está presente. Aquele aquela pessoa, é uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Ajudou a criar meus filhos, tudo.

Nunca foi de pegar um filho no braço. Não, não pegava. Era mais fácil eu estar com o bebê. Se eu falasse assim, pega esse bebê para mim, ver aquela panela que está queimando, ele ia ver a panela, mas ele não pegava o bebê, não pegava a criança de jeito nenhum. Então era meu irmão, era aquele que era o o cavalo dos sobrinhos, era aquele, o dia todo, está com o bebê no braço e aquela coisa que os filhos têm muito carinho por ele até hoje. Hoje estão tudo velhos, já pintando de branco, mas aquele carinho com aquele tio é demais.

Interava dez.
E quando você saiu do Sul vo, quando você foi para Campo Grande?
Quando nós mudamos de para do Bocajá para Campo Grande, foi por causa de serviço. Nesse tempo, meu marido começou a trabalhar com obra. E nós fomos para fazer uma grande obra em Campo Grande, que era para Matel. Matadouro, aquele da Matel. E aí nós mudamos para lá. Aí moramos em Campo Grande um tempo e também para poder os filhos estudar, porque onde nós morávamos dava só até quarta série. Aí para poder eles estudar, fazer o o ginásio, teve que vir para Campo Grande. Aí eles vieram para lá, lá que eles estudaram. Lá casou as últimas filhas. Fiquei com só duas pequenininhas. E aí nós mudamos para cá, para Porto Velho. Sa abe hum
Primeira Mas foi muito Tinha filha que casou antes de Campo Grande, já?

Aliás, duas em Porto Ve lá em em Bocajá, duas. E nós trouxemos duas moças para Campo Grande e casou e. E aí, depois duas, nós trouxemos uma pequena para cá, que era a Caçulinha, era o Dodóizinho. <laughs> Chegou aqui, morou aqui com nós um tempo e estudava aqui. Nós já tínhamos um sítio e ela nós tivemos que mudar aqui no Jacipa por causa dela estudar.

Aí resolvemos ir embora. Aí vendemos tudo que tinha aqui e fomos embora para Porto lá para Campo Grande.
E quando foi... como como é? Vocês tinham sempre a casa cheia. Fez Como foi ver a primeira filha casar assim, primeiro filho Hum Sair de casa?
A primeira filha que casou foi um buraco que ficou na casa Sentimos muita falta. Só que ela morava assim, pertinho.

E a gente estava sempre junto, então na mesa só aumentou mais uma colher. A gente estava toda hora junto. <laughs> E era assim. E ele E a gente sempre se deu muito bem com ele e com ela. Foi a gente os filhos que casam, você tem que considerar assim, não é um que sai da tua vida, é um que aumenta. Os filhos que casam, é um que aumenta mais na família. Se ela é é uma nora, é uma filha que aumentou. E se é um se eles têm os problemas deles, lá é deles. Mas você tem que considerar como uma filha tua. Não tem esse negócio de você... Às vezes eu tenho... O pessoal o pessoal fala assim, seu fulano casou com aquela mulher assim e assim. O problema é dele e a mulher quem vai aguentar é ele. Ela, para mim, é uma filha. E não tenho esse negócio. Minhas noras são minhas filhas e meus gêneros são meus filhos. Eu sempre considero assim. Se eu precisar de um genro, Esses tempos, uma filha minha morava com um rapaz e eles separaram, eles ficaram de bem. Aí a Ela estava em uma festa e o rapaz falou, e a minha sogra? Aí Ele foi ela falou, uai você ter terminamos tudo e você não está mais morando comigo, é mas a minha sogra vai ser minha sogra a vida inteira. <laughs> então a gente sempre Eu sempre tenho esse negócio, meus genros são meus filhos. Minhas noras são minhas filhas. E eu me dou muito bem com eles, com todos. Eu não tenho nenhum genro que eu tenha alguma coisa contra. Se eles têm os problemas deles lá, vocês resolvem os problemas de vocês. Se vêm me contar alguma coisa, bom vocês resolvem para lá. Depois eu dou apoio, depois que não tiver mais jeito. Mas enquanto vocês estiverem juntos, eu não me não me me misturo em nada. Porque aí você está sempre de bem. Porque se você vai a favor, até ela mesmo, às vezes a filha vem, ah, mamãe, o fulano fez isso, fez aquilo comigo, e você vai e e entra naquela de falar, ô sujeito isso, ô sujeito aquilo, dali um pouco ela faz as pazes, ela vai ficar sentida porque você falou alguma coisa contra o marido dela. Canalha ou qualquer coisa, ela vai ficar sentida. Então, quando acontece uma dessa com você, faça de conta que está tudo bem. Procure entender ele. Ninguém é perfeito. E assim, você não nunca se meter na vida de filhos. Eu sempre estou falando assim, olha, eu não me meto em vida de nora e de e de filho. Porque quando a filha vem me contar qualquer coisa, minha filha procura entender, porque ninguém é perfeito. E nunca você se ponha contra, porque eles voltam para trás e a gente fica de ruim. <laughs>

Como foi Campo Grande? Era muito diferente dos lugares onde você morou?
Sim, era, porque eu era acostumada em Porto, uma cidadezinha pequena, depois vim para Campo Grande, e lá a cidade era grande, também era difícil, lá não era uma cidade, não era uma fazenda, né? Que a gente tem de tudo na mão. Mas dava, porque todos os filhos trabalhavam. E não era aqueles filhos assim, cada um trabalha para si, não. Quando chegava o final da semana, era dia de pagamento, onde eles trabalhavam nas obras que eles trabalhavam. E quando era no final da tarde da da do da da semana, recebia. Já vinha turma aqui, ó. Dinheiro da semana, vou tirar esse aqui que é para a minha despesa de ônibus, e esse aqui já vinha tudo para a minha mão. Eu já levava numa conta e largava lá. A hora que eu precisava, eu sabia onde estava. <laughs> Eu sempre levei controlada a vida.

Não, ele tinha o dinheirinho dele, a quantia certa. Nunca a gente larga assim as coisas por conta, porque bagunça.
Em Campo Grande, o seu marido estava estava construindo o quê também?
Construindo casas lá e prédio, ele construiu uma porção de prédio, construiu casas, construiu um clube lá muito grande que tem, fez uma grande reforma lá. Depois, quando ele estava contando que ele acompanhou a aquela novela, ele foi para Pantanal para fazer aquelas obras que teve tiveram que fazer no Pantanal. para esperar esse povo do Rio que vinha para fazer aquela montagem da novela fa na fazenda... como é que era?
Pantanal?
Não, na fazenda Rio Negro, lá que foi gravada Pantanal. Aí ele foi chamado para lá um uns dois meses antes para trabalhar lá, fazer... Muitas reformas foram feitas lá antes desse povo do Rio chegar para acampar lá, porque não vêm só aqueles artistas, vêm muita gente, né? E aí... e também vêm os visitantes, que vêm visitar, assistir a a novela lá, quando estão fazendo. E lá ele teve muito tempo, lá, trabalhando. Aquela casinha da Juma, que tinha lá. <laughs> Você assistiu a novela Sim sim Pantanal? Aquela casinha da Juma era uma casa de material boa, ele camuflou ela tudo, que parece um ranchinho, fez um fogãozinho lá, de onde a Juma cozinhava, ele que fez.
E era assim. Agora, é... Você falou para mim, você você ficou sem trabalhar enquanto você teve que criar seus filhos, foi isso?

Trabalhava só em casa. Só em casa. É. Aí depois que eles casaram, eu fui trabalhar e eu trabalhei muito.
Aí, em Campo Grande, a senhora já me contou que você estava em Campo Grande. que sua irmã chegou com as sacolas dos jalecos.

Eu comecei a costurar em máquina industrial lá. Lá eu entrei para as fábricas.
Aí Aí daquele tempo Você trabalhou naquela primeira fábrica. É
Dali eu passei para outra, sempre costurando. E até hoje... Não, agora que eu larguei, eu tenho minha maquininha lá. De vez em quando eu costuro para distrair, mas não pego mais costuras Porque as pessoas conhecem que a gen a costura da gente, de vez em quando aparece e quer que faça uma roupa, e eu sou muito chegada em fazer roupa para homem. Então, de vez em quando as pessoas vêm, assim quer é uma causa social, vêm para mim fazer, de vez em quando ainda faço. As pessoas da igreja ganha gostam de roupa social, às vezes ainda faço. Mas não estou mais gostando de costura, agora que nem eu gostava. E mesmo que nunca não tem mais aquelas máquinas boas que nem era nas fábricas. <laughs> Nas fábricas as máquinas são muito boas e convida a gente para o trabalho.
E como é o ambiente da fábrica? Como é que funciona? Tem um monte de gente, você vai pegar o trabalho, tem alguém que te diz o que você tem que fazer, como que é?
É, nas fábricas a gente trabalha assim. Nós éramos, na Desfrutes, setenta costureiras. Era um salãozão muito grande. As lâmpadas eram todas assim, gás fluorescente, assim. Põe numa altura disso aí, baixinho, para poder ficar bem iluminado dentro. E as máquinas têm um uns fios dentro de uns canos que passa assim, e desce a a energia nas máquinas. E aí a gente costura aqui, a outra costureira está aí, aí aí é o quanto dá para você entrar. Enche, ó. E aqui, <coughs> do teu lado aqui, tem uma mesinha, compridinha assim. Tem os auxiliares de costura. Os auxiliares de costura, eles que trazem as peças para você costurar. Aí vem marcado do número um até o cem, se for o caso. Se cortou cem peças lá, Vem assim. Aí vão vão pondo naquela mesinha aqui, você só vai passando aqui na máquina e derrubando. Você não pega a costura lá e recolhe para arrumar, já vem auxiliar e quando fica aquele montão, ele vem cortando e pondo os números com números e passa para outra costureira. Aí, quando você, dali um pouquinho, você olha assim, está aquela montanha de calça feita, calça jeans. Aí só empacota, porque eles nem cortam lá. Só empacota, amarra, de doze em doze, aí vai para a lavanderia. Lavanderia imensa, imensa, uma casa também imensa. Aonde põe, e aí o que é para dela ver, já fica marcado, dela ver. Já marca num papelzinho e põe ali. Aí quando é de tarde, chega branquinha, já seca, aí vai lá para aqueles lugares onde eles passam... onde eles passam... como é que é? Passam para tirar botão e passar aquelas roupas e pregar aqueles botões, aquelas pressão e bate numa máquina chamada travete que faz essas coisinhas aqui tudo, aquele rematezinho tudo já é depois de pintado. Aí passa aquela travete, né que é o esboço, e corta ali. Tem muita moça, aquilo vai embora, aquele monte de gente, só cortando. A hora de pregar zipe, vem aquele monte assim. Você vai só pregando e derrubando, e aí vai indo aquele ziper para lá a outra, vai fazendo outra coisa. Quando você menos espera, está pronta aquela quantidade. Você gostava da fábrica? Muito, só que eu ficava cansada, porque isso aqui, a gente ficava azul do jeans, né muito pesado a roupa o jeans, quando chega a tarde você está cansado, mas é muito bom. Tinha uma rapaziada que trabalhava com nós, que a gente se dava muito, era muito gostoso. Tenho vontade de trabalhar assim. <coughs> Só que hoje não aguento aquele serviço, era muito pesado, naquele tempo era nova, mas hoje...

Eu nunca saía para lado nenhum, nunca saía, são meus passeios é agora, depois que eu separei dele, porque ele era muito caseiro e eu também não saía, mas agora agora eu ando para todo lado e vou embora, e passei dois, três meses, <laughs>
Então, vamos vamos chegar agora então em Rondônia. Depois de Campo Grande, vocês vieram para Rondônia? Para Rondônia. E como foi isso? Como que começou?
Começou que ele pegou uns prédios muito grandes em Porto Velho para fazer e a gente, a firma, mandou ele para cá.
E isso em que ano que ano? Em ano de oitenta e
E cinco Oitenta e cinco É oitenta e

Cinco ele fez uma obra em Jaru. De Jaru mandaram ele para cá. Jaru sabe que é Jaru é outra cidade aqui de Rondônia. Vocês vieram de avião ou de carro? De avião. Hum Tem uma cidade aqui chamado Jaru. Aí, em Jaru, ele veio para fazer uma obra aí. Aí, quando ele terminou aí essa, aí a firma mesmo mandou ele para Porto Velho. Aí, a em Porto Velho, eram uns prédios, oito prédios muito grandes, imensos assim. alto, com dois andares, parece que cada um era oito apartamentos, em cada um, assim. Aí, nós íamos para ali, chama... Em oitenta e cinco, ali era mato tudo, é... Como é que é o nome da? Residencial Porto Velho. E ali a embaixo é garagem. Nós íamos para ali para fazer isso. Aí tinha uma um repartimento de tábua aqui assim, fechando a obra para lá e para cá era ca a casa dos engenheiros e dos mestres de obra. Então eu tinha uma dessas casas e eu tinha a minha cantina. Aí eu vim de Porto Velho para cá, de Campo Grande para cá, em mês de fevereiro, E lá, sair de lá era fria, em fevereiro estava fria. E eu cheguei aqui e vim enfrentar uma cozinha para cozinhar para cento e tantos homens. Uma for uma cozinha de lenha para cozinhar para aquele mundão de homem. E quase morri de calor aí. Era Não era brincadeira aquela cozinha. Aí eu cozinhava para cento e tantos homens.
Trabalhava na? É
É, porque era empregado dele, né? Aí ele trabalha, tinha muito, muita gente. Então, tinha uma um lugar assim, que tinha uma uma mesa grande, e eu arrumei uma mulher que me ajudava, e a gente ia enchendo os pratos e pondo, e ia passando para aquele lá, porque para lá era o bicho, que era só homem, uns trezentos e tantos homens para lá. Era onde ele disse que tinha os pião urutu. Pião urutu, que ele disse, são esses pião do trecho aí, bem... Vinha de qualquer jeito entrar lá, porque lá tinha alojamento, tinha tudo, né? Então, trabalhava com muita, muita gente. Ali não eram só os nossos peões. Do lado de lá tinham os peões da obra de um tal de negrão que tocava dois apartamentos daquele, fazia dois prédios daquele e tinha mais três mestres de obra, que também tinha suas cantinas.

Nessa época então estava tendo muita construção em Porto Velho? Uhum
Muito, muito mesmo. Foi quando estava Porto Velho no auge mesmo. Naquele tempo Porto Velho quase não tinha me não mexiam com construção. Era meio parado, a coisa era garimpo aqui.
E essas construções vieram por quê? Que quem ia morar nessas casas? Era para vender para alguém?
É porque estava começando Porto Velho crescer né. Nessa época, em oitenta e cinco, Porto Velho estava dando um se mexendo, porque era muito acomodado até lá. E aí começou a se mexer, começou a aparecer fazerem conjuntos, tinha uns conjuntos já lá, que era para habitacional, que é dos primeiros a gente viu. Também ele pegou, parece que quarenta casas para... que hoje é Alphaville. É uma vila que tem lá, chamada Alphaville. Ele pegou parece que quarenta ou cinquenta casas que ele fazia junto com a com a com aquele prédio. Ele tinha uns cento e poucos homens aqui, tinha setenta lá na outra obra. E trabalhava muito. O serviço era muito pesado.
E você sempre servindo comida?
E eu tinha que dar a comida. Vinha uma ficha, quando batia o ferro, o primeiro sinal, os peões cada um abandonava a sua e ia para a cantina. Lá pega a sua ficha para vir pedir o almoço. Não viesse com a ficha, não pegava o prato.
De cozinhar para onze, para trezentos, qual como que como que era a diferença?
Não brinca. Tinha que ter dois homens para descer a panela de arroz, que era aquele mundo, assim. Aí tinha que vir aqueles dois homens, descer aquelas panelonas de arroz, panelonas de carne. E a coisa era pesada. Duas bacias desse tamanho de salada. E ali era pegada a coisa. Aí desce aquelas panelas para servir o Você está gravando tudo isso? E aí era muito, muito trabalho.
Aí desce aquelas duas panelas...
Aí vai servindo os pratos e passando e pegando aquela ficha. Quando eles vinham, ele era peão de outro. Umas eram amarelas, outras eram vermelhas as fichas. Outras eram... Tinha uns rapazes que trabalhavam com fazendo estrutura metálica, as fichas deles eram cor de rosa. Aí a gente pegava uma caixa assim e ia pegando a ficha, entregando o prato, pegando a ficha, entregando o prato. E eles tinham uma mesa assim, eles iam pondo tudo ali e comendo. Aí, quando aqueles um acabava de comer, aí já tinha lá uma garrafona d'água, tudo para eles beberem. Aí, era uma sombra lá. Aí, quando acabava acabavam de almoçar, ficava aquele monte ali. Aí tinha ficha amarelo, era da da do fulano. Mas era para nós era a mesma coisa, que a gente recebia metade do... Metade você recebia daquilo ali. Parece que era cinco, ou quatro ou cinco reais uma refeição. E a gente O patrão pagava metade e nós pagávamos metade. Então, os peões ganhavam de graça. Não pagava a refeição, o patrão que pagava para nós.
E aí, quanto tempo vocês ficaram nessa obra lá?
Nessa obra foi mais de de ano. Mais de um ano e seis meses nós trabalhamos assim. Aí, nessa época, eu só tinha duas filhas pequenas que estudavam. E os filhos que já eram apegados junto com o pai né nas obras. E trabalhavam muito. E em
E vocês ficavam só lá no canteiro de obra Só E Porto Velho

O que é que tinha na cidade de Porto Velho?
Porto Velho, naquele tempo, ainda era muito mato dentro da cidade, uma cidade muito suja. Porto Velho, naquele tempo, era uma cidade suja. Os esgotos corriam assim na porta da, no meio das ruas. Era uma cidade fedida. Cidade ruim, fedida, que eu não via a hora de terminar a obra para ir embora, porque eu não gostava de Porto Velho, por ser suja, ser esgoto.

Em oitenta e cinco, Porto Velho, você não via esgoto. A coisa mais horrível que era. Aí, depois, aquela coisa feia, eu não via a hora de terminar isso para ir embora. Porque a cidade era muito fedida, quem vem de uma campo grande, que era limpinha, né? Para entrar aí, achava muito difícil. Bom, lazer nem tinha aí. Nessa época, não existia nem lazer para mim, não tinha. Era só ali dentro mesmo, trabalhando.
E o canteiro de obras no dia a dia era uma correria? É De manhã ia fazer jan eh comida. É
Dinheiro, vinha um saco desse tamanho de dinheiro. E um dia ele ia de jipe buscar, outro dia ele ia com um saco de estopa lá e jogava na bicicleta e trazia, porque o pagamento era todo sábado à tarde. O pagamento era dinheiro em papel. Papel Aí quando era de tarde ia lá no banco, de manhã ele ia no banco cedo. Eles iam, todos os mestres de obra e. Um dia iam num carto, um dia em outro, um dia eles levavam uma caixa de papelão, outro dia... porque era bastante, aqueles montão assim. Aí chegava, acertava tudo, tinha uma moça que trabalhava de guardar livro, acertava tudo, tudo, tudo, tudo ali e passando o pagamento daquela turma toda. Aí também encerrou, era só o almoço que a gente dava.
E quem pagava era o go era o governo
Não, nós era agá éfe, um uma uma construtora que tinha aí. Aí eu sei que ela que pegava essas grandes obras. Aí eles iam lá no Livro Caixa, pegavam todo o dinheiro e... É, des pagando todo mundo, desde a cozinheira recebia, estava livre. Daquela hora que recebia, estava livre. Três horas da tarde, acabava tudo, acabava o movimento, tudo. Aí a gente pegava os carros e vinha para cá, para o sítio. Chegava aqui no sítio, passava aqui no sítio, dentro das matas. E aí nós ia embora domingo cedo para lá.
Conte para mim desse sítio. Como que que surgiu esse sítio? Vocês compraram?
Compramos O que foi isso? Compramos uma marcação de outro e... e moramos uns tempos aí.
Foi um Lá em Porto Velho, mesmo vocês compraram esse sí Foi
Foi. Alguém lá ofereceu para nós. Em nove quatro, nós tínhamos esse sítio, chamava Magarete. Aí, esse sítio, nós moramos nele um uns tempos, deixamos bem formadinho ali, mas dava muita malária, e eu não aguentava mais. Uma vez, eu estava com uma malária e eu falei, olha, se eu escapar dessa, eu vou embora daqui. Aí eu ali numa rede e eu em outra. Aí eu falei, se eu escapar dessa eu vou embora. Ele falou, eu também. Estava pensando a mesma coisa. Aí nós fomos embora. Aí eu falei, não precisa pegar mais serviço em Porto Velho porque eu não aguento mais malária. Era branca, eu tenho umas fotos minha lá, eu era branca, não tinha uma gota de sangue. Tanta malária.
E vocês, então, trabalhavam na obra de dia de semana e fim de semana vinha para o sítio? Para o Sítio, é. Quando vocês chegaram aqui, o que é que eh o que é que tinha já assim? Já tinha Como fazer para chegar? Não tinha nada
Só tinham registrado a muito péssimo, era um trieiro dentro da mata assim, não tinha esses... era uma mata fechada. E a gente tinha uns trieiros cheio de buraco e o carro vinha, atolava. Nós tivemos vezes de dormir no mato. Chegava, não aguentava chegar aqui porque que atolava. Era muito difícil para vir de Porto Velho aqui.
E para vir, vinha em que transporte?
Nós tinha uma cê dez naquele tempo. E nós vinha de lá aqui. Às vezes saía de madrugada de lá. Para chegar aqui já uma hora da tarde que nós chegava aqui. Era muito difícil para vir. Mas aí a gente enjoou por causa da malária, que era demais.
Mas no começo, quando vocês chegaram, aí vocês só tinham o terreiro? Teve que construir algum sítio aqui?
Era esse que nós estávamos construindo. Aí nós largamos tudo, vendemos tudo, vendemos casa e fomos embora. não aguentei mais a malária, que dava malária demais, demais. E a malária, ela começa a dar, e em seguida ela vira hepatite. Quando começa a dar muita malária, a gente vira hepatite. Aí é o perigo é a hepatite, já dá cirrose, que o fígado fica muito atacado. E aí, de medo disso, nós resolvemos ir embora.
E quais eram os sintomas? Como você você falou que tinha as fotos, você estava bem branca, como é que era aí?
A malária, ela dá em você Você viu o marido da Alda como é que está ali? Ele está com malária. Parece que ela chupa todinho o sangue da pessoa. De uma hora para a outra você fica branco, branco, transparente. Parece que ela bebe todinho o sangue teu. E aí você sente muita dor no fígado, você quer comer, não consegue, é ansiamento, você tem um ansiamento, ansiado assim para comer. É muito difícil, malária não é brincadeira não. A primeira malária que dá na gente quase vai, quase morre. Muito difícil. Mas depois você vai se a acostumando, parece que a gente vai adquirindo anticorpos que... Eu já hoje em dia, se vai me dar uma gripe, vai me dar uma malária, eu prefiro a malária. É, hoje em dia eu já tenho, a gente adquire defesas. <coughs> Você vê esse povo que tem aí, que criou no meio da malária, dando malária toda vida. Eles são pessoas que, malária para elas é o mesmo que nada. Assim estamos nós já também. Hoje em dia eu sinto assim, eu sinto uma dor na perna, uma dor aqui, fígado parece que incha. Olha, eu estou com malária, você já sente o sintoma. Você vai ali, fura o dedo, eles tiram o sangue. e faz uma lâmina que eles falam, ali um pouquinho já fala, a senhora está com tantas cruzes de malária.
Isso aqui já assim mesmo eles já Fazem
Ali. Aí já faz a lâmina, já fala quantas cruzes você está de malária, e aí você já está já vem o medicamento, você toma, no outro dia você já não tem mais nada, já sente que já vai aliviando.

Aí a mulher falou, ela falou, o que você está fazendo pelo teu filho?

É doença de criança.

Pediu para ele vir aqui ver o que é que era esse problema, que morria muita criança. Aí ele veio aqui, chegou aqui, ele falou, é... como é que é? Hepatite bê. Falou, isso é um perigo, até os que estão por perto pegar.

Aí ele deu uma orientação boa, aí ele falou para a formarem esse hospital que hoje tem, que foi, na época, meu marido e meus filhos que fizeram esse hospital em oitenta e não sei o quê, fizeram esse hospital ali. Essa casinha que tem ali, que hoje é o posto de saúde.
Então vocês acabaram saindo de Porto Velho e morando definitivamente no sítio, né?
Foi, moramos um tempo no sítio, depois nós fomos embora de tudo, que não aguentamos Porto Velho, era muito ruim. Naquela época Porto Velho era muito fedido. Aí nós moramos em Porto Velho, depois fomos para Campo Grande e depois voltamos para para cá outra vez passear e não voltamos mais. Agora temos doze anos que moramos aqui. Aí nós compramos aí em cima uma chácara. Aí nós tinha gado, tinha carneiro, tinha... Galinha, peru, era aquele barulhão aí de criação. Aí começamos a vender, e a vender, e a vender, porque vai entrando gente, né, vai comprando. Aí foi vendendo, vendendo, acabou com tudo. Aí ele envolveu com menina aí.
Vamos, peraí, vamos antes chegar aí. Então, vocês, então né, na década de oitenta, vocês vieram aqui para Jaci, eles construíram o hospital, fizeram de tudo aqui.
Aqui já foi em oitenta e sete que foi feito isso aqui. Oitenta e ou oitenta e oito, por aí, que foi feito esse posto aí. Aí daí que nós voltamos para Campo Grande.
Por causa da malária?
Malária que era demais.
Mas nessa época, qual é a família de vocês? Ficou alguém

Nós estávamos em Porto Velho quando ela veio para cá.

que estava muito abandonada a igreja católica.

E aí ela veio para cá para isso. Quando nós fomos embora, ela já era funcionária da prefeitura, não quis ir, ficou aí.
Aí vocês foram embora e voltaram para Campo Grande.
Quando vocês voltaram para Campo Grande... Moramos quatro anos ainda em Campo Grande. Aí em noventa e dois Como foi a vida nesses quatro anos? Foi Vida boa. Grande é bom mesmo. <laughs> Moramos ainda quatro anos lá Depois deu saudade dos filhos, viemos ver eles e não voltamos mais.
E aí vocês ficaram aqui por causa dos filhos? É. Aí ficamos E quando vocês voltaram, depois desses quatro anos, tinha mudado muita coisa, quem já se...
É, tinha mudado um pouco, mas não foi muita coisa, não. Jaci foi, deu um pulo, foi agora mesmo, que quase não tinha nada nesse Jaci. Era um uma vilazinha muito, muito apagada, que era Jaci. Muito pouca gente e muito mal assistência de Porto Velho para cá, era muito pouca. A Jaci, como uma vila de Porto Velho, na idade que ela tem, tem tantas cidades grandes aí que na, novas, e Jaci foi uma cidade aqui muito esquecida pela por Porto Velho. Assim não era para estar muito boa, mas foi muito negligenciada.
Você falou que recentemente as coisas mudaram, o que o que é que mudou?
Bom, agora mudou mais. Agora você vê, agora tem já tem até um peda uns pedacinhos de asfalto que não é em toda parte, mas já tem, mas isso já foi muito feio. Jaci foi muito feio. Tinha uma casa aiadinha assim, quando eu conheci, umas casinhas assim de capim na beira da estrada, onde vendiam uma água, um suco, uma coisa. Era tudo muito desleixado, muito urubu, co andando no meio do pessoal, e eu ficava horrorizada com aquilo. Então eu acho que agora Jaci está muito bom. Do jeito que eu conheci ele, agora ele agora ele está muito bom. Mas é isso, é tudo que eu tenho para falar.

Eu quero saber agora, então você voltou e passou a morar na chácara, né?
Foi, a gente comprou uma chacrinha ali.
E você falou que vocês produziam e vendiam muito. Conta um pouco dessa produção, do que vocês vendiam, o que vocês tinham aqui na chácara? Na chácara
Mas nós mexíamos com horta, nós vendíamos verdura, nós trabalhávamos também, tinha galinha, tinha criação de galinha, de... Tínhamos vaca, vendíamos leite, vendíamos queijo doce de leite, era direto eu fazendo. E gente trabalhadora, em tudo quanto é lugar, vive bem. Tinha mandiocal. E e aqui, todas as coisas aqui é do comprado. Então, a gente ali tinha de tudo. Tinha uma mandioca, tinha uma... Todas as coisas que tinha ali, vendia. E era muito bonzinho ali. Mas aí começou a vender a chácara, porque vai começando a chegar gente e quer comprar um pedacinho, vende um pedacinho para um, pedacinho para outro, e deu uma data para cada filho, outra para cada neto, e assim, encheu ali.
Você fala agora de neto, eh eu não tinha te perguntado. Eu vou entrar Como é que foi a primeira vez que você soube que ia ser avó?
Eh Ixe ser avó é muito diferente de ser mãe? A avó é uma coisa, eu vou te contar gente. Quando a gente é mãe, a gente acha que não tem mais nada para dar para filho. Quando chegam os netos, aí você vai ver que neto é mais importante que os filhos. Quando eu eu olhava, assim, ah neto é neto, não tem mais nada comigo. É nada, qualquer coisinha com neto é com você. Coisa séria. Neto é a coisa mais... e agora eu tenho é bisnetos, muitos já. Eu tenho bisneta com dezessete anos já. Pode ser que eu ainda tenha Tatara tataraneto, né? Se der uma bobeirinha aí ainda <laughs> ainda vou ter tataraneto. É, mas é muito bom. Ter muito filho e muitos netos, muitas netas.

Fita que repetir agora você estava falando para mim um pouco do... Qual a importância da família na sua vida?
É tudo. A família na vida da gente é tudo. É tudo. Se eu não tivesse família, eu acho que eu era uma mulher frustrada. Eu sou muito agradecida ao Pai Eterno por ter me dado a família que Ele me deu. Quando eu casei, a minha sogra tinha muitos filhos. Então, antes do dia clarear na fazenda, antes do dia clarear, eles levantavam, iam tomar chimarrão, tocar violão, outro tocava acordeão, e a gente acordava com aquela música. Os que estavam lá para o lado do galpão tocava berrante, chamando as vacas para tirar leite. Mas eu ficava encantada com aquilo. Eu falava, quero ter muitos filhos. Ela falava, é nada, quando você tiver dois, não quer mais. Mas não, a coisa melhor que eu fiz foi ter esse monte de filho. Como é bom. Como é bom. Eu vejo gente assim que fala que a pior coisa da vida é os filhos. Eu fico pensando como criou esses filhos para mó de a pessoa ficar assim, né? Porque também vai muito do jeito que você cria teus filhos. Se você não criou com carinho, o que é que você quer esperar dos filhos, né? Os filhos é preciso ser criado com carinho, com muito amor, para poder eles terem o que te dar depois.

Como que você teve força? Como é que foi isso? É
Depois de cinquenta e quatro anos de casada, ele estava envolvido com uma menina aí eu falei, chega, não quero mais. Agora cada um cuida da sua vida e aí a gente, cada um foi para o seu lado. Foi muito difícil. Eu não sei nem como eu não morri, porque eu senti muito. A mesma coisa é mais, às vezes eu falava assim, olha, preferia ter visto meu marido sair num caixão morto do que saber que saiu assim. Um companheiro da vida inteira, você perder para uma porcaria aí que nem está morando com ele. Só para envolver, se envolveu tanto com uma menina, uma porcaria aí que só queria o que era dele. Depois não quis ele. Hoje ele anda por aí, sem. Não está por aí porque ele foi lá para a minha casa e chegou lá e falou assim, me arruma um quartinho aí. Falei, tá, fica aí. Você hoje, de hoje em diante, é meu inquilino. <laughs> Hoje ele é meu inquilino, mora num quartinho lá. Não é a mesma coisa, não. Ele tem o quartinho dele lá, bebe lá. Se ele se acha bem, não sei, mas... Agora ele é meu inquilino, não é mais o meu esposo. Mas a gente faz mais isso, não é pela gente, pelos filhos, porque os filhos sempre querem muito bem ele. Ele é muito querido pelos filhos e se você faz qualquer uma coisa contra ele, você está fazendo contra os filhos. Então, tudo na coi na vida da gente tem que pensar para fazer.
E ser forte.
E tem que ser forte. A gente aqui vem para ser forte. Para poder aguentar todos os tropeços que a vida traz para a gente. A gente precisa ser muito forte e buscar força no eh Pai Eterno. Que é só de lá que você recebe força para você aguentar. Que os tropeços da vida, por mais boa que ela seja, ela sempre tem. as dificuldades, as coisas difíceis sempre vêm. Então, a gente sempre tem que estar seguro na mão de quem tem força para passar para a gente. Até o filho do nosso pai, quando ele esteve aqui nessa terra, Ele saía lá longe buscar força para poder aguentar. Ainda mais nós que não somos nada, né? Somos só filho de Deus também. Temos que buscar força no Pai Eterno toda hora, todo a gente tem que estar segura na mão dEle. Tudo que você vai fazer, tem que pôr Ele em primeiro lugar na tua vida. E sempre você tem problema. Aparece problema, sempre aparece. Quem está na minha idade, de vez em quando, aparece cada problema assim e a gente fica olhando. Tem que ah saber administrar, saber falar, porque se você não falar, às vezes, você estraga uma uma causa. E eh a vida é difícil.

Não, lá não vai ser inundada. Só que eu acho que vou ter que derrubar, eu queria fazer uma pintura nela, mas nem vou fazer, ela está aquela casa velha lá, ela abandonada, porque eu não, nem... parece que ela ficou bem no meio da rua, assim, de uma rua, vai ter que derrubar ela. É uma casa velha de tábua lá, não não tem nada que presta lá.
E você se sente como? Você é a favor da da construção da barragem? Isso vai Como isso está te a te a como está te atingindo? Como você reagiu Ah eu
O progresso sempre é bom né. Isso aqui é progresso para o lugar, isso aqui é muito foi muito abandonado. E hoje, isso aqui está com essa carga de gente, as pessoas reclamam, mas é o progresso. Isso aqui é bom, vai ser bom para o pessoal daqui. Tem muita gente por aí, o as as cidades onde a gente anda, quem já tem andado por aí que nem eu ando, eu sinto que é muito apertado por aí, é muito apertado, e cidades grandes é muito apertado. Isso aqui é uma largueza que está precisando de ser ocupado né, não é Isso aqui é uma largueza. Rondônia é uma é uma bênção, isso aqui. Isso aqui é uma largueza. Você entra dentro de uma canoa, que nem eu entro aqui para ir num sítio que nós tem aí para cima. Você anda desde que o dia amanhece, você chega lá, só mata, coisa mais bonita, esse mundo velho aí. E isso é muito, muito legal. E a gente vê gente espremido nessas cidades, nesses lugares. Isso aqui tem que abrir para poder entrar gente nisso aqui, usufruir disso aqui que é necessário. Muito bom.
E a senhora fica aqui em Jaci? A senhora não vai embora? Não

Não estou nem pensando nisso Jaci é uma bênção. porque é muito bom. Eu me dou muito com o pessoal daqui. Eu gosto muito. É muito bom, Jaci. Jaci é uma benção. É uma das últimas benções que o Papai do Céu está está dando para as pessoas é É Jaci Paraná.
Você se dá muito bem com as pessoas. Como é a relação que você tem com as pessoas aqui?
Eu me dou bem com todo mundo daqui. Eu gosto do pessoal daqui, da humildade deles, eu gosto. Me dou bem com eles. Todo mundo daqui do Jaci, as pessoas agradáveis.

Nós temos reunião com essas mulheres daqui, as mais jovens um pouco. E temos também cinquenta e poucos idosos que nós nos reunimos nas quinta-feiras. É tão gostoso ficar junto com eles um pouco e conversar, lembrar dos tempos antigos e dar risada. É muito bom.
Posso te pedir para contar um pouco da história da associação e do grupo do idoso?
Nosso grupo de idoso, está eh agora nós estamos sem sede Esses dias o pessoal perguntou para mim por que que

Então, nós reuníamos nas casas o grupo de idoso. E o grupo de idoso mexe com o trabalho, mexe com o trabalho, tapete, essas coisas que é um é um lazer para o idoso. Nem isso nós não estamos podendo fazer porque Nas casas dos outros, a gente não pode guardar os materiais que nós temos. Nós temos muito material que a prefeitura doa para a gente fazer trabalho e nem isso nós não estamos podendo trabalhar porque não temos a sede. Aí eu falei, nós necessitamos muito, porque o grupo de idoso é bastante, poderia fazer muito material para a gente no final do ano, a gente faz uma exposição, vende, é tão gostoso. Já arrecada dinheiro para a gente comprar mais material. Mas não temos, isso aqui está uma coisa muito bagunçada, eu estava falando esses dias na prefeitura aí. Está muito bagunçado nós sem uma sede para para o idoso.
Agora o grupo começou como?

Nós começamos a nos reunir, fazer trabalho. Assim, um que sabe um trabalho, outro que sabe outro, um que faz um cestinho, outro que faz outra coisa, e começamos a nos reunir. E aí nós resolvemos criar o grupo de idoso. E hoje nós temos bastante. Hoje não vieram ninguém aqui, porque é longe, com medo do sol quente para voltar.
Mas E a associação associação das mulheres?
A associação da mulher é outro problema. Nós temos o terreno, já batalhamos, já conseguimos o terreno, já está tudo... <coughs> Até o Inca já passou tudo para nós, o terreno, e não temos a sede. Agora que vai sair a sede do idoso e do... que nós pedimos essa semana. O prefeito, quando ele esteve aí, nós pedimos a sede do idoso e do... e da sede da mulher. Porque nós temos muito problema aqui. Vêm essas mulheres dos sítios, também têm associadas aí da Associação da Mulher, tem muitas mulheres dos sítios da zona rural. E elas vêm para cá, às vezes vêm para consultar, para furar dedo de criança, vêm com criança doente, vomitando, chega aqui queimando de febre. Nós não temos onde acolher, porque nós não temos a sede da Associação da Mulher aqui, onde nós pudéssemos pôr essas mulheres, pousar para fazer os exames. Aí, é uma coisa muito difícil que preocupa muito a gente. A gente, às vezes, capta essas mulheres leva para nossas casas, para poder cuidar. É muito difícil isso, mas queríamos muito essa associação, assim, com ah com uns quartos, para poder pôr essas mães com crianças quando não tem onde ficar. Aí eu tive que expor esse caso para o para a Prefeitura aí esses dias, foi domingo passado, e eles caíram na bobeira de pedir para mim fazer uma entrevista ali. <laughs> Eu dei uma reclamada boa sobre a nossa situação, porque é preciso, nós temos necessidade de uma associação para o idoso e outra para a sede das mulheres para a sede das mulheres.

Foi pela associação que você deu teve a ideia do curso da costura, que você falou, de dar o curso da costura para as mulheres aqui.
Não, nesse tempo a gente não estava mexendo com isso eu. Resolvi criar um uma dar um curso aí para as meninas, porque tem muita menina aqui que... Sem... como é que eu posso falar?
Orientação. Hã Uma formação
Tem formação nenhuma. Tem muita menina aqui que não tem uma formação que de nada. E arruma uns filhinhos rápido, que é uma beleza. E aí depois fica aquelas mãezinhas por aí sem saber o que é que faz da vida. Você pode imaginar, não é preciso nem falar que você já imagina como que é isso aí. Fica aí, aquelas mãezinhas, sem saber o que faz da vida, com aquele filhinho na mão, sem saber o que faz. Então, eu resolvi fazer um dar um curso de corte e costura e eu tive plano de ter uma uma sala onde eu pudesse recolher elas e ensinar muita coisa. Mas, como não tem sede, a coisa é difícil, né? Aí a gente deu esse curso. E eu dei curso para umas trinta e poucas mulheres. E só uma que hoje trabalha, que o marido comprou as máquinas e que ela hoje trabalha, que ela faz aprendeu a fazer essas pinturas da das das escolas, tudo. Aprendeu tudo e hoje ela tem uma fábrica de de camisetas para as escolas. Ninguém busca camiseta lá, já encomenda aí. Foi muito bom para ela, ela era uma mulher que tinha muito filho e muito difícil a vida para ela.

A gente achou bonito o gesto dela, né? E ela hoje tem uma fábrica de uniforme muito boa. Foi uma das nossas alunas, minha e da

Eu queria te perguntar uma coisa. Você, com tantos esses essa vida, você com bisnetos, bisavó, hoje você ainda tem um sonho por realizar? Você tem algo que você fala, eh eu ainda quero fazer isso?
Não. Só quero ver, a reali realizar a realidade que eu quero ainda aqui para Jaci é essa associação de mulher e de idoso. E agora eu já estou muito pacata. Agora já os sonhos já estão ruindo, mas enquanto é viva tem que ter esperança, né? Enquanto a gente é viva tem que... se aparecer uma oportunidade ainda de ajudar alguém, eu estou aí. Sempre eu estou falando, olha, use-me, use-me e abuse, porque eu estou aqui para isso.

Como foi lembrar dessa toda a sua trajetória, toda a sua vida? Como é poder lembrar dessa história? Como você se sentiu?
Ah, foi bom. Foi bom lembrar das coisas tristes, das coisas alegres, foi bom. A gente passa assim sem sem lembrar, né? Vai deixando assim, mas quando a gente relembra, é bom. Foi ótimo. Passar um pouco das experiências para vocês que é novo. procure fazer um pouco das coisas, quanto mais certo puder, melhor. E nunca esquecer da mão do do Pai Eterno para buscar a força. nas horas da dificuldade, vocês dois que são novos. Nunca se esqueça que nós temos um Pai poderoso no céu que nos dá força, nos fortalece nas horas difíceis, que vocês vão ter muito daqui para frente, pode crer. Nós sabemos que esse mundo não tem muito tempo. Vocês vão ter muitos muitos pedaços difíceis para passar. Até lá acho que já estou dormindo, mas... Vocês <coughs> nunca se esqueçam de buscar na mão do Todo-Poderoso a